E o nome dos seus pais, o que eles faziam?

que, assim, possibilitou a gente ter uma vida relativamente confortável, é... um bairro bom de se morar, gostoso, ali que eu passei toda a minha vida praticamente, até hoje eu moro nesse bairro.

As ruas, como é que era, as casas? Tá...
Bem, é um lugar muito agradável, até hoje é muito agradável. Está se verticalizando, está perdendo as características de um bairro, ãh, gostoso para passar... para as características de um bairro de uma grande metrópole, né. Está ficando chato de morar agora. Começa a ficar um trânsito muito grande e é todos aqueles empecilhos de uma grande metrópole, mas você brincava na rua? bem Bem, olha, como toda molecada que tem a meia-idade não tinha videogame, não tinha esses esses benefícios que as crianças hoje gostam, né? Que, na realidade, não sei se é benefício ou é um empecilho, né? então eu brincava adorava jogar futebol uma das coisas que eu acho muito interessante que que contribuíram para minha formação psicológica é que eu gostava muito de jogar bola como a maioria dos brasileiros, né, só que naquela época Não não tinha esse glamour do futebol, ou seja, o ídolo hoje é o jogador de futebol. Né, naquela época, ninguém estava querendo ser jogador para ser milionário. Né, era porque gostava do futebol mesmo, né. E... me deu um grande incentivo, uma grande firmeza na minha constituição psicológica, porque eu sempre me destaquei como sendo um grande jogador de futebol quando era molequinho. Então, eu tinha nove anos, eu me lembro de pais de amigos meus, quando ia buscar na escola, falavam assim para a minha mãe, nossa, eu queria que meu filho jogasse igual o seu. E realmente dava a sensação que as crianças daquela época... Eram três anos a menos que eu, em termos de de capacidade de jogar futebol. Tanto que quando eu tinha par ou ímpar para fazer um time, né, era, eu sabia que a pessoa a pessoa perdia o par ou ímpar, já falava, que saco, porque eu a outra ia me escolher. Era bacana e isso dá muita segurança para uma criança. Você começa a sentir que você é amado por seu grupo, você começa a ser aceito por um grupo. Isso é muito importante para uma criança. E
E jogava?
Escola mesmo, né Na escola, então...

Então, a partir daí, eu acho que essa fase foi muito gostosinha. Foi muito bacaninha. Eu sou caçula, né, dos quatro, dos quatro filhos. Então, foi muito bacana. Foi uma fase áurea. Ah, o meu primeiro irmão tem quatorze anos a mais que

Eu fui temporão... Caçula mesmo. Caçula, não, vim sem querer mesmo, tá? Então, eu acho que todo o amor que que os pais poderiam já ter impresso, preocupação, ah, deixa esse aí solto no mundo mesmo, ele está tudo bem, o mundo cuida, né? Então teve isso. Aliás, uma das características que características eu acho que isso é um alerta até, que eu tenho como história, né? É... Uma das das primeiras coisas que me aconteceram, que eu posso dizer assim como um pouco traumática, dentro desse contexto que eu vou, que eu quero desenvolver hoje nessa nessa É que com essas amizades de infância, eu tinha grandes amigos, assim, pequenininhos, criancinhas que você vai, do vizinho que você começa a frequentar, né? E daí que começou uma história que não foi muito legal. Quando o menino maior que começa a a a brincar, leva no bico o outro menino e começa a querer fazer as brincadeiras de adulto. Então, a, posso te ensinar uma brincadeira legal, só que você não pode contar para ninguém. Está certo? E foi aí que começou uma história que hoje, até hoje vem na minha vida como uma marca, que é a minha orientação sexual. Então, foi aí que eu tive, nesse nessa inserção dessas brincadeiras, que eu realmente aprendi os meus primeiros ãh ... os primeiros... as sensações sexuais, as primeiras, ãh, na realidade foi induzido, né, a ter algumas relações e acabei vendo aquilo como uma brincadeira.
Quantos anos você tinha mais ou menos?
Nove anos. Nove anos. Exatamente. E o menino tinha treze Então, o que aconteceu? Há um alerta, porque eu acho que os pais, tem alguns pais... treze anos, exatamente. Então, você sabe que você manipula uma criança à vontade, você pode fazer dela, se você for mais esperto, a criança, ah, isso aqui não é bacana? Então, foi assim que eu me iniciei sexualmente, aham, está certo? Então, eu estou tocando nesse assunto, porque acho que vai permear muito toda essa história de vida que que eu queria conversar aqui hoje, né?
E você, tão mais novo, o relacionamento com seus irmãos, dez anos, quatorze anos mais velho, como é que era no cotidiano da casa?
Bom, eles eram muito mais velhos, então eles já tinham a vida, a escola, né, e meu pai trabalhando, e minha mãe, de uma certa forma, ela estava sempre, como toda mãe, preocupada com a casa. Mas serve esse alerta, que eu acho que a mãe e o pai têm uma responsabilidade muito grande e sempre estão acompanhando muito mais os filhos. Eu faria isso se eu tivesse filhos.
Você acha que eles não perceberam
Não só nesse aspecto, mas com diversos outros aspectos. Eu não falei do futebol? Poxa vida, meu irmão, ele gostaria que o filho dele fosse um jogador de futebol, só que não é o sonho do menino. E ele tentou, tentou, fez de tudo para que o menino fosse jogador de futebol e ele ia forçado. Talvez se meu pai tivesse feito <coughs> o que meu irmão fez, poderia ter seguido uma carreira de atleta, alguma coisa assim, que é tão bacana, né, porque eu fazia... Eu eu acho que eu tinha esse destaque, como eu falei, de futebol, porque até hoje eu faço as coisas com muito amor. Me dedico, eu quero que saia, sabe? Ficava treinando várias vezes um determinado tipo de lance para dar certo. E é assim a vida da gente, não é verdade? A gente tem que treinar, treinar, treinar, e você consegue ser bom naquilo que você faz. Então os pais têm essa essa influ Se você for um bom pai, você vai fazer bons filhos. Eu acho isso. Bom, o fato é que, ãh, a partir dessas experiências, ãh, aconteceu uma coisa muito chata, que foi talvez um trauma que eu tenho, ãh, que esse pai desse vizinho, ãh, acabou descobrindo a história.
E aí?
E aí, me expulsou de casa. Pais do vizinho. Expulsou, porque descobriu ali.
Expulsou da casa dele.
Expulsou, teve um flagrante, é, brincadeira de troca-troca de criança. E ele me expulsou e falou para o meu pai, olha, seu filho não pode mais vir aqui brincar com meus filhos por causa disso, disso e disso. E aí que foi a primeira vez que eu senti, de fato, é, a solidão. A solidão que é gerada nesse assunto. Como é difícil. os pais, os parentes lidarem com o assunto da homossexualidade. Porque eles simplesmente se calaram, eles não vieram perguntar a mim. O que aconteceu? Com uma criança de nove anos. Então hoje eu sou advogado de mim mesmo com nove Hoje eu respondo por aquela criança, ou psicólogo talvez, né. Então, é, ao invés de eu correr em direção aos braços dos meus pais, como não tinha uma ligação amorosa intensa, eu acabei saindo correndo para a rua, perdido, porque eu sabia que aquilo ia dar uma grande confusão, ainda mais no dia do debute da minha irmã.
Nossa senhora, é <laughs>
Então, daí quando eu voltei, me escondi debaixo da cama, eu senti que o clima não estava legal, minha irmã chorando para cá, para lá. <coughs> é um trauma, como todas as pessoas têm trauma na vida.
ninguém conversou?
Ninguém, não fez nada.
É isso que realmente eu acho... São esses
Inabilidade, mas não é dos meus pais. São de todos os pais de lidar com uma situação que não existe uma cartilha.
E a gente tem convívio em outra época também, né?

Mas, ãh, eu percebo que hoje, talvez muitos pais também não saberiam agir, tá. Se bem que pensando bem, não custaria nada, né, o que aconteceu, pelo menos para deixar, uhum, os pratos limpos. O fato é que eu me lembro claramente que com onze anos, mais ou menos, eu tinha plena consciência de que eu era homossexual. Que eu gostava daquilo.
Mas você sabia que tinha esse termo já
A criança não é tão boba. Você ouve, né, na te vê, você ouve os adultos conversando, aham. E eu me lembro de estar sentado no carro em um determinado momento, falando assim, eu sei que isso um dia vai dar problema. Eu sei que essa vontade que eu tenho, uhum, essa atração de olhar para algumas pessoas específicas, Vai dar um problema algum dia. Mas você deixa rodar. A vida é assim. Você não vai... né, criança, você não sabe expor esse esse problema. E foi passando. A minha adolescência foi muito comum. Sempre continuando jogando bola com os amigos. Aquela coisa... Escola, futebol, fui aluno mediano, muito bom, muito mal, mas assim, continuei a minha vida, é, superei o trauma, porém com essas características que na realidade fazem a as nossas experiências nos constroem, não é verdade?
Aham.
Então, por um bom tempo, eu fiquei com sexo secreto. Não é verdade? Você vai levando aquela aquela sua verdade secretamente. Porque você não pode falar isso para ninguém Não tem como falar isso para alguém E você, com uma idade de quinze, dezoito, até dezoito anos, você começa a a poder articular alguma coisa, mas com muito medo. Não é verdade? Eu vejo assim, pelas pessoas que eu conheci posteriormente, as histórias são muito parecidas. Existem, quer dizer, não são regras, mas são muito parecidas.
Né, é um padrão, às vezes, é, Então, mas aí você foi convivendo com essas coisas, né?
Tranquilamente. escola.
Outra coisa... Você era um aluno medi Você gostava de alguma matéria que você gostava mais?
Puxa, dedicava...? é a história, geografia, eu sempre conseguia ter assim medianamente, nunca repetir de ano, então isso também era uma questão de honra, porque eu dava valor ao investimento que meu pai estava fazendo ali, o carinho que ele tinha de pagar uma escola particular, que é um luxo hoje para tanta gente, não é verdade?
Normalmente, quando a gente é criança, a gente tem o sonho de seguir uma profissão, né, de ser professora, bombeiro. Você tinha o sonho de ser jogador de futebol?
Não, eu não tinha mais o sonho. Eu estava estava realmente querendo descobrir ainda algumas algumas Só não estava definido com com essa essa fase em termos de profissão. Mas eu sabia que eu gostaria de, de alguma maneira, Verter para um filantropismo, eu gostava da ideia de me ver mudando o mundo. Eu acho que isso é um clichê de algum, de uma parte do de dos adolescentes, não é, como a música do Cazuza diz, né, aquele garoto que que queria mudar o mundo, né. Têm muitas crianças que tem dentro da alma delas essa vontade, porque o mundo é muito errado, essa que é a verdade.
Mas tinha alguma coisa que te inspirava? Algum movimento nessa época que você conheceu?
Bem, assim, tinha política. Era onde você podia... alguns movimentos estudantis, que na realidade eram, assim, menos preocupantes para mim do que o meu problema sexual. Era muito, não só, eu não encarava só como um problema, mas eu encarava como a minha estrada, ou seja, estava preocupado... Exatamente como a maioria dos meninos são preocupados. Queria fazer musculação para ficar mais bonito, para conseguir... Não é assim que funciona? Os meninos, <laughs> os meninos <laughs>
Não são assim?

Para ficar mais legal, para conseguir namorar, para conseguir, né, conquistar alguém, né? Então, eu sinto que era normal isso, e Só que o meu interlocutor, que eram meus amigos, eles falavam de mulher. E eu falava, ouvia sobre mulher e ficava quieto. Então, isso era o meu foco principal, como é o foco principal da maioria dos adolescentes. Todo mundo quer, fica só pensando em conhecer as menininhas, não é verdade? Esse é um foco. Então, paralelamente a, por exemplo, religião, acabei ãh me dedicando muito a algumas leituras a livros espíritas, que eu gosto muito, mas sempre com essa questão de, poxa, eu preciso, eu quero eu quero conhecer alguém para ser o meu meu par. Essa Essa foi a temática. Eu queria namorar. Eu queria namorar alguém. Só que eu formei, dentro de toda essa carga que a sociedade molda como sendo o perfil do homossexual, Eu eu introjectei, como todo mundo introjectava na época, essa inverdade, né? Que o homossexual é um monstro, que o homossexual é uma caricatura, que o homossexual é digno de ser execrado. Então, eu fiz uma trincheira em volta de mim, imaginando em achar alguém igual a mim, ou seja, que não, não, entre aspas, não desse bandeira, que pudesse ser o meu parceiro oculto, que passassem incógnita pela minha família, que ninguém desconfiasse, e que eu pudesse viver essa vida camuflada.
Tranquila.
Tranquila, mas camuflada, né? Aham. E eu tinha uma coisa que eu acho que muita gente tem, acho que até hoje, né? O homossexual imagina que o homossexual que é mais afeminado, ele não é... que faz com que as pessoas tenham ódio dele. Isso é muito comum no universo homossexual hoje. E foi difícil e com o tempo eu entendi, né, com o passar dos anos, que não é assim. Mas, é é com dezoito anos você acaba absorvendo essa cultura, essa cultura da homofobia. Você engole. Você engole. Então, um dia, ãh, eu só tendo aqueles amigos de escola, de rua, e ninguém sabia o sexo secreto, eu resolvi audaciar e botar um anúncio no jornal, primeira mão, que tinha uma sessão, que eu vi que tinha uma sessão de encontros, e tinha uns anúncios homossexuais, gays ali e tal, né? E eu realmente botei e recebi alguns retornos e conheci meu primeiro namorado. que ele, eu tinha dezoito anos e ele tinha E o mais curioso, ele era o reverso do que eu estava buscando, no sentido de preservar aquela... <laughs> ele era, não vou dizer afeminado, mas meia hora de papo você percebia que ele tinha... que ele era gay. Mas era uma pessoa boa, bacana, E aquela aquela aquela história de você não querer fazer amizades com pessoas afeminadas, todos os amigos deles eram afeminados <laughs> Então, o que acabou acontecendo? Você vai percebendo, e eu com cara sempre sisuda, já falei, não quero aquele aquele seu amigo, que raro, não me apresenta. Mas depois você vai com o tempo percebendo que aquelas pessoas, até por necessidade, a pessoa está emprestando um apartamento, porque você está fazendo um sexo que muitas vezes você não tem onde fazer. Não só sexo, você está vivendo emocionalmente com uma pessoa que você não tem um local, né, para viver essa relação. Viver

Então você começa a perceber que aquelas pessoas no fundo são iguais a vocês. Ela só ela só tem uma ideia de manifestar seu próprio eu diferente de você, mas não não significa que ela é pior, que ela é ruim ou ela é, ela é ruim, tem algum predicativo que desabone. Então, eu comecei a mudar com o tempo, paulatinamente, esse conceito. Tá, bom...
Bom... E o primeiro beijo?
É, foi antes. Foi antes, é. Teve um... Nesse nesse ínterim da adolescência, nessas brincadeiras que muitas adolescentes têm de conhecer, ãh, outros meninos aí. Vamos fazer um troca-troca, alguma coisa assim, sabe? Isso é muito comum na adolescência. E eu acabei dando um beijo num num num menino que a gente esporadicamente fazia uma brincadeira assim, né? Bem superficial. E esse beijo realmente... sabe cupido? Quando, aham, quando o cupido flecha, não tem esse mito do cupido? Tem. realmente eu experimentei o que que é a flechada do cupido eu dei o primeiro eu dei o primeiro beijo na boca e realmente percebi Que estava apaixonado por aquele menino. Só que não deu certo aquele menino...é... Quando você está apaixonado, você muda totalmente sua relação com aquela pessoa. Não é verdade? Então daí eu comecei a ser outra pessoa. Era meu amiguinho da rua ali, eu comecei a. E ele, eu acho que, ele era muito apegado à mãe dele e a mãe dele deve ter percebido. E falado, pô, o que que é?

O que está acontecendo?

Não quero mais ser Depois de quatro anos de uma grande amizade, eu considerava ele quase um irmão. Então, daí você é a segunda, digamos, é um segundo trauma, né? Porque você fala, puxa vida, quer dizer que isso, você gostar de alguém vai gerar problemas.
Problemas, problemas, é. É verdade.
Então, mas foi uma situação que se arrastou por um bom tempo.

Primeiro, a paixão, você fica sempre... Assim, tentando ãh regá-la, né? não deu certo. Ele realmente nunca voltou a ser meu amigo. Ficou uma situação chata ali naquele ambiente de adolescente. Mas vai fazer o quê? É assim que foi. Né, então, quando veio esse primeiro namorado que eu disse através da carta, eu tive um grande desafio. Como é que eu vou conciliar meus amigos héteros? com esse meu namorado. Ou eu saio com meu namorado, ou eu saio com meus amigos, que eu saia sempre. E era uma decisão difícil porque ele era, como eu te disse, um pouco afeminado. Então, poxa vida, como é que eu vou fazer isso?
Com seus amigos, com a família?
Com a família. Bom, é é, eu sempre tive na minha cabeça que eu iria falar para a minha família com gestos. Então, eu introduzi o Moacir como meu amigo, mesmo com doze anos. É difícil, né? Filho com dezoito e amigo com trinta e ainda com um jeito meio diferente. Mas era a minha maneira de falar, que eu não tinha medo e que eu estava falando. Que eu era homossexual. E aconteceu de fato, que não passou muito tempo, meu cunhado chegou, vamos conversar, eu preciso falar com você um negócio, deu uma volta comigo e falou, qual é a sua com o Moacir?
Seu cunhado?

Pô, chorou, queria me levar para longe, me deu um prazo para eu me afastar dele. E ele era meu, meu cunhado era meu irmão praticamente, e até hoje é meu irmão, muito bom, ãh, nos damos muito bem. Só que não tem como negar, nossa relação ficou ruim. Aqueles anos seguintes ficaram esquisitos, certo? Porque eu escolhi, eu cheguei para ele e falei, eu não vou mesmo, por causa de você ou de ninguém, largar a minha história de vida para deixar vocês felizes e eu ficar infeliz.
Mas quando ele conversou com você, tira uma dúvida minha, quando ele conversou com você, ele estava representando a sua família ou ele tomou uma iniciativa...
Eu eu acho que os dois. Acho que os dois, né. Porque meus pais sempre foram muito omissos nesse sentido. No vídeo, aquela bloqueio de falar, né. E eu percebi que os pais têm duas maneiras de lidar com a questão da homossexualidade. Que é ou fingir que não existe ou sair para a cabeça. Peitar e começar a fazer da vida do filho um inferno. E no caso, meus pais, como a maioria, eu acho, eles optaram em... Não vamos tocar nesse... Não vamos botar a mão na caixa de marimbonda, entendeu? Mas um dia aconteceu um negócio. Eu fui levar o Moacir quatro horas da manhã para casa, que ele estava lá numa sexta-feira, não sei, peguei o carro do meu pai emprestado. Quando eu voltei quatro horas da manhã... Era meia-noite, quando eu voltei às quatro horas da manhã, Ele desceu a escada meio bravo. O que você está fazendo até agora com um homem, poxa? O que é isso? Só que eu já tinha visto isso com minha irmã, que sempre foi meio assim, não namora com esse cara que é cafajeste e tal, ah, é? sabia como é que era aquilo. E eu peitei, falei, pai, eu sou homem, sou maior de idade, se você quiser que eu não use mais seu carro, você fala. Mas eu não tenho que dar satisfação. Ele virou as costas e foi embora. E acho que... né, porque não tem o que falar. Você sabe o que é. Não é verdade? Então, ãh, a partir do momento que eu comecei a conhecer outras pessoas através do meu primeiro namorado, ampliei meu círculo de amizade, ouvi uma coisa muito bacana, muito legal, que fez com que o mundo se abrisse, que é você conhecer pessoas que também são homossexuais, que trabalham, estão inseridas na sociedade, que elas, ãh, têm histórias para contar e que parecem com você, que você tem uma identificação, seja no jeito, seja nos ideais. E daí fizemos um grupo de amigos, e esse grupo de amigos fez com que a gente, ãh, visse esses esses espíritos e falasse, poxa, eu posso ser feliz, que bacana, quer dizer que... Ah, e aí, todos, uma série de mitos começam a se desmoronar, os mitos que a sociedade ainda não sabe, como os mitos de que numa reunião de homossexual só dá sexo, ou seja, está todo mundo lá transando.

Ah, se tem dez gays numa casa, todos trancados no quarto, fazendo uma sucursal do inferno, né? Alguma coisa assim. <laughs> E não é isso, não. Estava todo mundo lá, um falando para o outro, brincando, conversando.

A mesma coisa que um adolescente, uma reunião de adolescente fala, pô, é aquela mina, nossa, sabe? Esse é um mito. Outro mito, por exemplo, que dá promiscuidade do homossexual. É como a vida homossexual, é como a vida heterossexual. Existe aquele cara que é o garanhão, que come todas, mas existe aquele que quer namorar uma pessoa. E você percebe que a maioria dos homossexuais não são promíscuos, ou então fazem o que os outros adolescentes fazem. Pô, quero transei com uma menina ali. Porque você sabe que o ado adolescente hétero, se tiver uma fila de meninas, ele vai... Transar com todas e e os outros vão aplaudir falando, pô... E tem que contar. Exato, <laughs> tem que contar para os outros amigos, e E a gente começou a perceber que isso você podia fazer, né? Falar E o mais bacana, que cada um, você percebe que cada um tem um gosto. Então o carinha, ah, eu gosto só de pessoas magrinhas e e cinquentonas. E o outro fala, pô, eu gosto de gordo. Tem tem esses nichos. Não, assim, é é de tesão mesmo.

Ah, eu gosto de de mais jovem. E isso implica na no fato de que, por exemplo, o cara que gosta de gordo, se chegar o Gianecchini, e falar, pelo amor de Deus, eu estou apaixonado por você, vamos transar, Gianecchini, vamos jogar baralho, porque não vai rolar, entendeu, é um outro... São vários mitos que que que que não são nem cogitados para quem não está inserido no mundo homossexual. Tem aquilo que você sabe, todos transam. Então, você começa a descobrir, por exemplo, boate. A boate, se você tiver uma visão antropológica, você vai numa boate assim, você começa a ver todo mundo. Então você vê que as pessoas que estão entrando, a maioria estão sozinhas, ficam lá com o seu whiskyzinho, azarando, olhando, tá, em busca do príncipe encantado, alguém bonito, que possa rolar alguma coisa. Só que a a maioria do povo, a população é assim, todo mundo é medianamente bonito, todo mundo é, né? Então, a maioria sai, acaba a noite sozinha, é um ou outro que arranja um encontro e vai. Então você começa a perceber que é um mundo tão comum, tão igual ao mundo dos demais cidadãos, aham E isso te dá muita segurança. Né, no meu caso especialmente, sabe isso que eu te comentei, com nove anos de idade, ser, ter tido a experiência de ser benquisto? Isso me deu muita força. Isso é importante, o esporte é importante na vida da pessoa, porque você começa a perceber que você vai lutar pela sua liberdade. Por que que, por que que eu não sou benquisto? Se eu sou uma pessoa honesta, se eu sou uma pessoa, eh, que quer o bem dos meus próximos. Então você começa a perceber que, poxa, tem alguma coisa errada aí que a gente tem que mudar. Então eu comecei a perceber da necessidade, com o tempo você vai formando conceitos extremamente positivos. Daí apareceu um cometa na minha vida. É um cometa de... extrema luz que modificou minha vida. Foi um um político, um cara que foi o braço direito do Lamarca na época da revolução, da ditadura.

O Herbert Daniel, para quem não conhece, ele foi o último exilado. Todo mundo voltou em

de ouvir falar, é
Porque todo mundo foi caçado, né, e o Robert Daniel, como ele era braço direito do Lamarck e nunca foi pego, ele era odiado pelo Fleury e pela e por todo o alto comando, né. Então ele era considerado de alta periculosidade. E ele nunca foi pego porque ele tinha a cara de estudante, assim. Então, os cercos que ele conseguiu fugir na época da ditadura, foi sempre... Os livros, ele tem sete livros lançados contando a história dele e tal, né? Então, quando eu o vi ele pela primeira vez num programa de televisão, foi um choque, porque eu vi um expoente que falava tudo aquilo que eu estava... Pensando, ele falava sobre homossexualidade, ele era um político, ele era vanguardista. Ele introduziu dentro do pê tê a pauta desse assunto. Porque até então, homossexualidade não entrava como sendo política. Não, política é política. Assuntos adversos da, emocionais, sexuais, não entram na pauta de política.

é, oitenta e nove. Então foi quando eu conheci ele, eu fui atrás dele, porque eu fiquei extremamente impressionado com o que eu vi.
de cometa
Porque ele é iluminado. Eu realmente fiquei apaixonado por ele, né, ele era Ele representava tudo aquilo que os meus anseios como modificações, de de possibilidades de modificações. Ele falava tudo aquilo que eu gostaria que alguém falasse por mim. Ele era único nesse sentido. Ele era Ele era um expoente, ãh, da desse mundo da homossexualidade, dos grupos homossexuais.

E aí está um outro desafio, né? Como é que você vai se apaixonar por uma pessoa que tem

Era a morte.

Era como
Exatamente. E era isso que ele lutava.
hotel.
Não tinha nada. E era isso que ele lutava. Ele tentava... Ele tentava não. Ele fez... Uma, deu uma resposta... naquela época, para que a população não entrasse em pânico e que ela, essa, a população, pudesse ver aquela doença de fato como ela era, sem pânico. Então, ele lançou livros também, os últimos livros dele foram sobre essa temática a i des. Ele deu muitas palestras, não só no Brasil, como no exterior

O pê vê, inclusive, está fazendo uma fundação, o Herbert Daniel, E realmente a gente se apaixonou. Eu me apaixonei por ele, ele se apaixonou por mim. E eu falava, Daniel, como é que eu vou fazer? O que que eu faço? Mas ele sabia que ele já estava com a doença, doenças oportunistas manifestando nele.
Sabia que não... Tinha pouco conhecimento sobre a doença em si, né.

Ele? ú
Tinha pouco. Não conhecia, não sabia como Os livros dele falavam, inclusive falavam sobre como os médicos eram despreparados, tal, não mecânica com relação àquilo. Então, ele fez muita diferença. Livros dele são citados até hoje como uma maneira do ser humano encarar essa doença com muita solidariedade e etc. Então, eu fui em umas duas, três palestras que ele fez e eu vi as pessoas do lado extremamente comovidas com o poder da da solidariedade das palavras dele. E isso, infelizmente, quando eu tinha vinte e dois anos, ele tinha quarenta e cinco anos, né? E jovenzinho, eu estava, inclusive, namorando. Então, eu acabei não sabendo levar aquela situação e ele sabendo que não tinha mais energia para ficar gastando com amor, né? Assim, fugaz, talvez, ele acabou se afastando, mas deixando... um legado na minha alma muito valioso. Um aspecto curioso dentro dentro dessas conversas que eu tive com ele, que ele falou, ele era extremamente materialista, não acreditava em nada do mundo espiritual, né, ele é marxista Então, ele chegou para mim e falou assim, olha, um dia uma vidente falou que alguém vai resgatar minhas obras depois da minha morte. E aquilo até hoje ficou na minha cabeça, porque no final o grupo, a ongui que em breve eu gostaria de comentar, eu acho que é uma sequência de tudo o que ele sempre quis fazer. De todas as conquistas que ele quis fazer. Né, então, bem, estamos lá em noventa Acabei tendo, nesse nesse descobrir da de uma possibilidade de ser feliz, eu extirpei meus amigos heterossexuais da minha vida. A maneira que eu consegui levar esses, esses, essa década de vinte até trinta anos foi assim, se eu saio com o meu namorado, meus amigos héteros não saem, né. Apesar de que eles também começavam a saber, né? Você sabe que eles sabem. Mas você percebe que não tem nenhuma reação negativa. Então você vai ficando mais seguro. Então foi assim durante muitos anos. Terminei o primeiro namorado. Comecei o segundo namorado. Todo mundo via. Ah, agora cadê aquele... Cadê o Moacir que você não está mais com ele? E agora você só está andando com o Ney, né? Então, é é um mais um igual dois. Você sabe que todo mundo está entendendo. Mas até a altura do campeonato estava passando... muito, muito bem, tranquilamente, né? E, bem, daí que aconteceu que minha mãe não sabia ainda, mas por mais que desconfia acabou ainda sendo uma uma uma questão a ser resolvida, né? Pais, mães... Minha irmã eu já tinha falado com dezoito anos, estava tudo tranquilo, porque ela é muito progressista. Então... foi quando, em mil novecentos e noventa e nove, eu tive um problema com uma empresa, a empresa que eu gerenciava, que eu trabalhava. Eu vendia suprimentos para copiadoras. Ata. E... Então, eu tive mais alguns traumas relacionados ao assunto. Porque não dá para passar incólume sendo homossexual.

Isso não existe. Então, ãh, eu tive um motim homossexual na minha empresa. Um um motim homossexual, não. Por eu ser homossexual, eu tive um motim. Alguns funcionários que eram terceirizados perceberam que eu era homossexual, né? começaram a a avacalhar mesmo, a trabalhar displicentemente, a falar palavrão, e eu, poxa, não estava gostando da situação, uma vendedora, cheguei a ter vinte funcionários, uma vendedora chegou e falou, pô, gente, vocês estão muito desbocados, eu sou uma senhora, vamos dar mais respeito, isso na, isso sem eu saber. E esses técnicos terceirizados responderam assim para ela, como é que você quer respeito se seu patrão é homossexual, fica dando em cima do boy. E ela veio falar para mim. Graças a Deus que ela teve a coragem, coragem.
Ela foi amiga. Foi amiga.
Então, eu cheguei para... Eu acho que isso é outro mito, né, que Quando você descobre que você, que alguém é homossexual, se a pessoa é vilã, ela é maldosa, ela imagina que todo homossexual está escondendo o jogo, está... Está fazendo com que ninguém saiba daquele pecado que ele carrega. E não é assim, né? Pelo que eu estou falando para vocês, eu nunca tive medo de nada, né? Com meus pais, sempre deixei claro, né? Eu tinha uma empresa que chegou a ter vinte funcionários e dentro desses funcionários existia uma equipe de terceirizados que eram os técnicos de copiadora. Então, ãh, chegou um momento que esses técnicos, eles estavam esquisitos, estavam... pareciam moleques, eram pais de família, mas estavam agindo como moleques, muito palavrão, muita farra, né. você não sabe se é do jeito deles, mas incomodava, né? Às vezes você fala, pô, maneira aí e tal. E uma E uma vez uma uma das funcionárias foi falar para eles assim, né? Olha, uma senhora já... Vocês ficam falando palavrão na minha frente, ficam... Vocês parecem criança, vamos pegar mais leve, né? E E os três falaram, como é que você quer que a gente tenha respeito se seu patrão é gay e fica cantando Office Boy?
E aí tinha uma moça

Então, eu percebi que existe dentro desse, do mundo, existem várias pessoas que imaginam que o homossexual, ele está ali escondendo a situação dele, a orientação dele. Que todo homossexual tem vergonha, porque já que eles acham que aquilo é abominável ou é pecaminoso, eu tenho que me sentir envergonhado. E escolheram a pessoa errada, porque eu era justamente o contrário. Nunca tive problema de falar, de mostrar.

Não faço assim. Ninguém faz assim na sociedade. Não, ninguém Não é verdade? Mas, ao mesmo tempo, todas as pessoas ali da minha empresa sabiam que todo dia ligava o Ney para mim, que era meu namorado. Todo dia. Quem me buscava sexta-feira era um homem. Então, eu não escondia, não ficava pedindo assim, olha, não me ligue, me me busque na esquina, sabe? Então, eles caíram do cavalo, porque quando eu fiquei sabendo disso, a reação que eu tive foi a reação de descendente de italiano que eu sou. Cheguei, primeiro, chamei todos os funcionários da minha empresa, Fulano, eu sou homossexual, não sei se você já sabia, eu quero saber se você tem alguma coisa contra. Se você tiver alguma coisa contra, eu já estou para acionar o contador, a gente fecha a sua conta aqui, pago todos os seus direitos e você vai embora. E todo mundo, não foi foi os técnicos, comecei com os funcionários mesmo. A maioria falou assim, não, estou aqui para trabalhar, você me paga pontualmente. Né, a maioria falou isso. Alguns falaram, eu já sabia que você era gay, né. E, bom, quando eu resolvi com os meus funcionários, eu fui com os três técnicos terceirizados, reunião, por favor. E falei bem grosso, batendo na mesa mesmo. Falando, escuta, vamos ter uma conversinha bem clara aqui. Eu tenho um contrato de terceirização com vocês, pelo qual eu nunca falhei em uma cláusula. Só que vocês já falharam, então, em cláusulas comigo, ou seja, poderia até assonar vocês. Não faço isso em função de que vocês são meus parceiros. Agora, rolou essa história de que eu sou homossexual e eu quero deixar muito claro aqui que eu sou homossexual mesmo, só que vocês erraram num problema. Eu não tenho a menor vergonha de ser homossexual, eu não estou escondendo isso de ninguém. Se vocês acharam que vocês me teriam na mão por causa disso, dançaram.

Então, ãh, eu quero aqui saber se vocês três, tiveram algum convite meu, depois do horário de trabalho, para eu ser amigo de vocês, ou se eu convidei vocês para ir na minha casa. Ninguém falou, todo mundo falou não, porque eu nunca misturei, né? não Quietinhos, pianinhos, né. Daí eu falei assim, olha, eu quero deixar bem claro uma coisa para vocês. Vocês estão tratando a mim de uma maneira extremamente leviana. Vocês não sabem por que que uma pessoa... escolhe ou ou é ou se torna um homossexual, tem essa orientação. O filho de vocês, vocês todos têm filhos, você não sabe se eles vão ser homossexuais ou não. E espero que a vida trate eles, se eles forem, melhor do que vocês estão tratando a mim aqui. Então, ãh ãh eu quero deixar bem claro que a minha sexualidade não importa a vocês, tá. E aquilo me deixou extremamente

bandeira que era gay.

Sabe o que dá vontade de fazer com um cara desse? Pegar um cano de aço, enfiar nele, botar um arame farpado e puxar o cano. Você sabia que ele estava falando aquilo?

E você, naquele momento... Você está em hora de trabalho, você vai falar o quê? Eu tenho vontade de voar no pescoço da pessoa, né? Mas não é assim que resolve a vida. Então eu engolia. E naquele momento foi a hora de falar tudo isso. E eu falei da melhor maneira que eu tinha que falar, civilizadamente. Então, mais duro, né? Então, é, a partir daquele momento, eles olharam para o outro, assim e viram que fizeram besteira, né?
É isso que eu ia perguntar, como que eles reagiram? Tá. Ficaram sem graça.

Totalmente atônitos, sem graça. E daí teve uma coisa interessante. Um dos caras que era casado, ãh, que era o líder dos chefes, cantava absurdamente uma das vendedoras, assim, todo dia. Ficava brincando de cutucar Cantando mesmo. Daí teve a história de eu ter cantado o Office Boy.

Que é o que foi falado lá para a vendedora. Na realidade, eu achava o office boy bonitinho, tá. Só que o office boy nunca, nunca foi cantado por mim. E também, se tivesse cantado, se eu tivesse cantado office boy, eu não teria problema, porque ele é maior de idade. Por que que ele é heterossexual, casado, pode cantar a vendedora assintosamente? E eu não poderia cantar? a vida, ninguém, ninguém é senhor da vida dos outros, tá. O que o office boy pode é falar, porra, dá licença, não quero, mas eu não cantei. Acontece que o office boy também sabia, percebeu que era gay e ficava me perguntando, fazia perguntas capiciosas, dando a entender que ele era gay-friendly.

Só que ele faria joguinho duplo, ele fazia as perguntinhas, eu respondia, porque se você chegar para mim e perguntar, você é gay? eu vou falar que sou. Eu não tenho problema. Se você me perguntar e eu sentir que você está fazendo uma pergunta de boa fé, não tem problema. E foi o que aconteceu. Ele sempre foi assim, em alguns momentos, falava assim, tocava no assunto, eu dava trela, mas nunca insinuei nada para ele. Então, daí eu falei para ele, quer dizer que você pode cantar. Se sua mulher souber que você está cantando a a a a vendedora, tudo bem para você, porque você é hétero eu não, você tem que fazer um motim aqui, atrapalhar tudo. Então naquele momento tudo caiu e eles, no dia seguinte, um veio e falou desculpa, obrigado por você ter me feito crescer. Foi muito legal isso. Tudo mudou. E dali eu realmente percebi que você pode fazer diferença, né, quando você realmente coloca ah ah os direitos que você tem, as coisas do jeito que elas deveriam ser, porque eles não conhecem como é que funciona. Eles estão vivendo daquela daquele mito, daquela daquela estrutura social pérfida, né, perante a um grupo de pessoas que eles não conhecem. E naquele momento eles se conheceram. Então, foi muito bacana. Mas é chato, né? Ninguém gosta de de de de fazer isso. E eu me pergunto até hoje, minha empresa, porque eu fiquei nove anos, ou seja, a maioria das empresas fecham, pequenas empresas, dois anos. oitenta por cento delas fecham no segundo ano. Fiquei nove anos com uma empresa e depois realmente teve um problema, me ausentei da empresa e perdi a empresa, adquiri algumas dívidas. Mas assim, eu me senti orgulhoso de ter, pelo menos durante esse período, ãh, ter feito essas conquistas, né, foi interessante para mim, mas chegou um momento que eu guinei, mudei de ramo, né, comecei a trabalhar com sites, que até hoje eu eu E nesse inter eu conheci uma uma uma pessoa, né, porque eu questiono essa falha de ter perdido a empresa, de ter tido uma crise na empresa, eu questiono o quanto é que você pode, é, perceber que não ter uma estrutura familiar, que o homossexual não tem uma estrutura familiar, não tem um filho, não tem uma mulher. Porque você sabe que a família é o primeiro grupo social que você confia, não é verdade? Então, como você pode quantificar no seu dia a dia o quanto você está perdendo por ser homossexual, por estar sozinho? Então, eu acho que tem a ver sim. Eu conheço muitas empresas pequenas que você... Cada um tem, não é que é exceção, cada um tem a sua qualidade, aptidão. Pessoas que são sozinhas, vieram do nada, hoje são grandes empresários. Não é uma desculpa. Mas você, você, quando você tem uma família, esse respaldo da família, respaldo da família, é óbvio que você tem muito mais condições de colocar os seus familiares para... ajudá-lo naquela empreitada, ao contrário de você ter um motim homossexual, parar a sua empresa
Né, por causa da sua vida pessoal.
Ou seja, em vez de gastar energia em melhorar a minha empresa, quanto tempo que eu perdi? Como se quantifica esse prejuízo? Sim, exatamente. Eu estava com meus pais e assim, quando eu conheci o meu terceiro namorado, eu ainda estava com essa empresa e ele também tinha um salário razoavelmente bom, ele trabalhava como professor de inglês numa boa escola. Então, ãh, nós resolvemos alugar um apartamento. Isso que eu ia perguntar, é.

E esse apartamento era para fim de semana, porque eu nunca dormi fora. Justamente assim, eu achava que, ah, dormir fora também não é uma boa. Tinha esse bloqueio. Muitas pessoas têm esse bloqueio. Mas eu namorava, ficava até três, quatro horas e voltava para a casa da minha mãe e tal, para a casa dos meus pais. E um dia resolvi montar um apartamentozinho para fim de semana. Só que mesmo assim não saí. E tem uma coisa curiosa, porque eu não saí de casa por causa do relacionamento de alguém especialmente. Foi uma coisa muito bacana, ãh... E... Eu estava muito afim do meu namorado, era o terceiro namorado que eu tinha. mas o motivo de eu ter saído de casa e pegado as minhas trouxinhas de fato foi um outro ser, mas só que não era ser humano, era um cachorro.

Compramos no no dia de semana e quando chegou a noite eu olhei e falei, não vou ter coragem de voltar para minha casa e deixar esse cachorro aqui nesse apartamento. Então eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu não vou dormir em casa hoje. E passou um, dois, três, cinco dias e fiquei ali por causa do cachorro. Então, saí de casa foi por causa do cachorro. Porque minha mãe não gostava de cachorro. Então, foi o meu grande companheiro, né. E até hoje está comigo. Eu trouxe fotos dele para mostrar. É realmente muito bacana, porque E tem uma lenda engraçada. Muitos homossexuais, como não tem filhos, já tem <laughs> cachorro, sabe? É engraçado isso. É verdade, tem muitos. Então, o fato é que eu acabei saindo de casa e comecei a morar fora, por causa dele. Mas daí, legal, porque comecei a vivenciar uma vida a dois.
E aí constitui um núcleo familiar.
exatamente. familiar. Exatamente. Então, mudamos de casa, fomos em uma casa maior.

A família dele estava toda ali, todo dia, dando apoio para ele e eu senti que minha família não estava ali. Tá. Você vê como são diferentes. Tem famílias que aceitam bem, tem outras que não aceitam bem. Não existe uma regra. E no caso dos meus pais, eles se afastaram. ligavam, mas eles nunca foram me vi foram me visitar uma vez, porque acho que eles tinham medo mesmo de saber, de entrar sabendo que eu estou morando Então, tudo bem, é isso, e foi assim que a gente, família a gente não escolhe assim, então foi indo, né. Quando teve essa esse problema da empresa, que teve um problema sério, Daí a minha vida mudou. Em muitos aspectos eu comecei a a me modificar em função do impacto desse problema profissional. Eu realmente perdi quase tudo que eu tinha. E aí você muda a sua percepção de vida, não é verdade? Quando você começa, seus planos dão errado por algum motivo, você muda muitas coisas. Você começa a ser mais cru na na no seu entendimento, né? E naquele momento, eu tinha uns trinta e dois anos, eu decidi que eu iria começar a mudar minha vida para melhor. Então, eu cheguei para aqueles amigos héteros que me acompanhavam de alguma maneira, sabiam, mas eu resolvi falar.

E eu sei que você sabe que eu sou homossexual, a gente nunca conversou isso, mas está na hora de conversar. Tem algum problema para você? Você vai deixar de ser meu amigo? Eu não acredito que você vai falar isso. Ele falou, não, eu já sabia, tá? E assim foi com mais uns três ou quatro amigos. Então eu comecei a limpar tirar o piano que estava no meu ombro, aham, você não tem noção o que é você viver, né, um homossexual que tem medo que os amigos ou a família saiba que você é homossexual, porque você tem medo da reação deles de que eles passem a não mais querer ser seu amigo ou então te expulsar de casa que é o fato que acontece ainda hoje Tem casos assim, o pai é juiz, amigo meu, expulsou, o o rapaz ficou órfão, com vinte e poucos anos, porque o pai sempre foi amável, falou, olha pai, eu estou aqui para te ajudar de todas as maneiras. Você pode contar com o papaizão, juiz. Então você vê, não é um ignorante qualquer. Daí ele acreditou que o pai dele poderia ser essa pessoa boa. E o pai dele falava que tinha dentro do escritório dele alguns ãh... serviçais ou escriturários que eram gays. Então, mais um motivo para ele falar, pô, meu pai é muito bacana. Quando ele falou, o pai dele ficou... passado, né? E expulsou, literalmente, ele de casa. Quando expulsou de casa, foi para casa da tia, ele continuou ligando, assim, para falar com a mãe. Sabe o que a mãe dele falou? Filhinho, não liga mais para casa, porque seu pai falou que se você continuar ligando, ele vai pegar os amigos dele, policiais, para te bater. E... Alguma coisa assim, além de te bater, te empalar.

Bom, eu sei que ele virou órfão, de uma hora para outra. isso aconteceu em dois mil e e dois, recente, historicamente

Hoje de manhã, Então, ãh, o que acontece é que eu resolvi, a partir desse momento, falar... Perder o medo. Então eu cheguei para minha mãe e toquei no assunto. Sou sou homossexual. Eu sei que você um dia ouviu uma conversa por telefone que minha mãe tinha alertado para mim, ó. Mamãe ouviu uma conversa de você com o Ney, seu namorado. Fica esperto que ela está... então, ela chegou, eu tenho um caso muito curioso, por ... quando eu falei para minha mãe foi nessa fase mas teve uma coisa muito bonita. Eu gosto muito de Nelson Rodrigues, porque você sabe que Nelson Rodrigues é o maior dramaturgo brasileiro que colocou as nossas realidades de maneira extremamente pura, como nós somos, seres humanos somos. E teve uma situação Nelson Rodriguiana na na minha família que ajudou muito nesse nesse momento. Minha mãe estava casada há cinquenta anos com meu pai. Meu pai nunca traiu minha mãe assim, de onde meu pai foi, chegou atrasado, aham, deve estar com outra mulher, né?

Sempre religiosamente chegou no horário. Nunca deu indício nenhum, de vez em quando algumas, sabe, coisinhas bobas, que qualquer ser humano, casal tem.

Então o mundo dela caiu. Então, poxa, que situação chata. E ela falou que queria ser desquitada do meu pai. Começou a falar para todos os filhos. Eu vou me desquitar do seu pai, porque eu descobri isso. Quando ela falou isso para mim, eu falei, mãe, você está há cinquenta anos com o papai. Se aconteceu isso há cinquenta Eu sei que é chato, ninguém quer ouvir isso, mas a vida é assim. A vida não é higiênica, não é perfeita, certinha, como todo mundo acha. Tem a frase célebre do Nelson Rodrigues que fala, se todo mundo conhecesse a sexualidade um do outro, ninguém mais se cumprimentaria. Então, mãe, releva, é, porque você tem que botar na balança. Ele foi um pai exemplar, sempre esteve ao seu lado, te deu conforto, amor. Então, vocês brigam de vez em quando e estão sempre juntos há cinquenta anos. Daí eu introduzi a história que foi muito bonita. Aproveitando a situação, mãe, eu sei que você sabe que eu sou gay, porque a Dulce falou que você ouviu isso no telefone. Então vamos aproveitar e já tocar nesse assunto de vez. Eu deixei de ser seu filho, eu sou menos filho porque eu sou gay. Eu continuo sendo a mesma pessoa, assim como o papai é a mesma pessoa. Não existe máscara. As pessoas são como elas são. Todo mundo tem seus suas características que agradam ou desagradam os outros. E eu senti que falar aquilo naquele momento... Foi um excelente auxílio, nenhum dos filhos poderia ter feito, colocado tão claramente uma questão tão delicada. Né, e ver a pessoa como ela é, e daí que ela traiu, traiu, pô, que pena, não deveria, não fez, mas já passou, né. Então, a verdade é mais importante do que a novela. do que a gente imagina que poderia ser.
E a reação dela nesse momento, da sua mãe? É...
Foi tranquila. Nesse momento, ela, ela entendeu. Pela primeira vez, acho que ela ouviu o filho, que não tinha nada para falar, talvez. Então, foi quando, nessa fase, foi quando eu cheguei e falei para ela da relação, daquele dia fatídico, do, quando jovem, etc e tal. Foi muito legal. E ela chorou, chorou, escorreu uma lágrima, no sentido de talvez pudesse ser diferente. Mas, é é esse caso é apenas um caso. A minha família é apenas uma família com problema, como todas as famílias são. Eu não estou contando nenhuma novidade, nenhuma, nenhum caso merecedor de destaque, porque todas as famílias têm problemas ou iguais, ou semelhantes, ou variantes, mas todas elas têm. E é importante que eu tive a bênção e mesmo com tudo isso, Não ser expulso, como esse rapaz que eu te comentei, de não ter uma reação agressiva. E tudo melhorou para mim, porque eu não tinha mais medo. Eu não vivia mais com a pânico dos meus amigos me rejeitarem. E por aí vai. Foi Foi muito melhor. Eu me senti muito melhor. Foi quando todas as experiências... mais o Herbert Daniel, foram consolidando uma ideia, uma necessidade de criar alguma coisa que pudesse ãh amenizar o sofrimento que eu sofri durante dez anos. Você imagina a qualidade de vida de alguém que passa quinze anos, morrendo de medo de ser execrado, o que eu falo, morte súbita. É a morte súbita da da relação familiar. Uma hora Acabou, né. Isso é um pânico e que pode ser... É como a sociedade, né? Você, você mulher. Hoje você está usando calça. No início do século, quem mostrava o calcanhar Daí alguém ousou, mostrou, ah, e por aí vai, né Mostrou o joelho, tomou tapa do pai, mas as outras foram seguindo. E é assim o processo da humanidade, é É isso que chama-se evolução. Então, nós temos a obrigação de mostrar Se a gente tem essa possibilidade de mostrar para as pessoas que existe a possibilidade de você subir mais trinta centímetros a saia, né? Aham, ou seja, mostrar que você pode melhorar a qualidade de vida das pessoas dizendo que você pode ser feliz. Que você que está com medo, que está querendo se suicidar porque se acha um monstro, porque você absorveu todo aquele ódio, aquela cultura homofóbica que ainda existe. Você tem condições de fazer, com exemplos de vida, espelhos, você tem condições de deixar muitas pessoas muito mais confortáveis e ganhar anos de vida em termos de de paz. Então, uma uma amiga minha que eu conheci recentemente, ãh me perguntou assim, eu tenho uma amiga que tem um sobrinho que tem dezoito anos e não sabe como lidar.

Conheci hoje. Então, existem tantos projetos que você pode, a partir do momento que você organiza um plano de ação, que você pode dizer como fazer. Então, digamos, uma uma mãe não sabe como lidar com o assunto, A melhor maneira de você fazer é pegar com que essa mãe... Não pergunte para o filho assim, você é homosse Porque ele não vai responder, ele vai achar que... Ele não sabe qual é a reação. É. Concorda?
Ele vai ter medo. Vai ter medo.

Se eu falar que sim, ela vai... Qual é a reação dela? Qual o passo seguinte? Então, existem táticas, maneiras que você pode chegar para o seu filho e falar assim, filho, eu queria ter um papo com você e eu só vou fazer uma afirmação. Se você for homossexual, eu quero deixar claro que isso não tem importância para mim, que você vai continuar sendo meu filho e que eu vou te amar do mesmo jeito. Você não precisa responder nada agora, só isso. É diferente, são técnicas de abordagem diferentes, não é verdade? Que pode fazer com que aquela pessoa ganhe vinte e cinco anos de qualidade de vida.
Mas aí, assim, essa essa essa tua ideia de fazer algo, né? Foi tomando esse formato, assim, de pensar técnicas, maneiras de abordagem,

junto com vocês, aprendendo a a fazer uma entrevista, porque a gente vai utilizar como um dos nossos projetos dessa dessa ongue, que é gravar um museu visual da homossexualidade, colhendo informações de quem quer mostrar a vida dela, eh, dizer as coisas bacanas que aconteceram e as coisas também ruins, denúncias, seja o que for. Mas essa ideia veio desde a época do Herbert Daniel. Porque o Herbert Daniel, a aqueles livros, aquela riqueza toda, você via que eram garrafas jogadas ao mar, aqueles livros, que quem as pegasse, iria ter conceitos muito diferentes de vida. Ele, naquele momento que ele estava com aides, quando ele botou a cara dele à tapa, ele... deu qualidade de vida a milhares de pessoas. Então, foi um grande exemplo para mim, tá. Um segundo exemplo, que não foi citado até então, é uma uma professora norte-americana chamada Jane Elliot. Não sei se você chegou a a assistir na Globo News em mil novecentos e noventa e nove, passou um especial chamado Olhos Azuis. que é um documentário que mostra essa professora, desde das classes de primário dela, ela inventou uma maneira de despertar o sentido de que é o preconceito racial nos Estados Unidos. Então, ela dividia a sala em duas, botava uns lenços azuis para quem ela determinava que eram olhos azuis e botava um lencinho marrom para metade da classe que era olhos marrons. Então, a brincadeira era fazer com que Quem era olhos azuis não deveria ter a confiança dos demais alunos da classe, não poderia conversar, iria durante aquele dia ser assim, são sujos, são execrados e aquela experiência foi tomando um corpo, hoje ela dá workshops. E quando eu assisti esse esse workshop na Globo News, que foi repetidamente exibido em função das cartas que eram pedidas, eu comecei a perceber que tanto o Hebert Daniel como a Jane Elliot, elas eram uma só pessoa. Só que uma só pessoa com exercício de cidadania, com técnicas, elas poderiam fazer grandes diferenças na sociedade.

não vê porque ninguém, as pessoas que são mais mais acomedidas, assim, de de dizê-lo porque o médico que é homossexual o juiz, o dentista ou ou, não precisa ser uma profissão específica, mas aquelas que a sociedade não está vendo porque naturalmente elas não demonstram isso pela pelo seu conjunto de apresentação física, gestual A sociedade não está vendo e elas estão ali, quietinhas. Muitas vezes elas não estão com vergonha, mas elas estão quietas porque elas não querem ser alvo do preconceito. Elas não querem passar. exato

eles sofreram, estão sofrendo, com, sofrem ãh, por uma série de situações que até a caserna, imagina, um ambiente totalmente masculinizado. E é bem específico, mas, puxa vida, não só eles, mas imagina quantos milhões de pessoas estão sofrendo Não não pelo fato somente de ter colocado em risco a sua verdade, mas tem ene variantes. As que sofrem quietas, as que sofrem, não por estarem quietas, porque ãh se mostram para a sociedade, então essa é a nossa função, esse é um objetivo de vida hoje que depois de cinco anos fazendo o site nessa nessa empreitada, dessa profissão que eu escolhi, eu consegui uma autonomia para que essa autonomia, ãh, me faça sair dessa empresa e ter uma renda, continuar tendo uma renda, porque a empresa está girando independente da minha presença, para colocar em prática esse sonho, que é o sonho da filantropia. E aí sim eu vou começar a trabalhar em prol dos meus anseios espirituais. Se uma pessoa chegar para mim um dia e falar, olha, eu em algum momento assisti você ou assisti alguém do seu grupo, falando que dá para ser feliz e eu estava à beira da vontade de me suicidar e e comecei a entender que dá para ser feliz, a minha função aqui na terra vai estar cumprida. Esse é o meu objetivo. E que várias pessoas possam, não uma, mas que várias pessoas possam realmente, é, entenderem que podem ser felizes. E paralelamente a isso, quando você explica toda essa história de vida, todos esses projetos que a ongui vai incorporar, você também está lidando com aquelas pessoas que Tão abertas que um preconceito, que não gostam, que acham que é feio, e que começam a falar, poxa, é verdade. O mundo pode ser melhor com solidariedade.

Nós estamos iniciando as atividades.

A gente tem, não conseguiu ainda as dez pessoas. Hoje é a fase de implantação. Então, a gente está não nas dez pessoas, mas já temos praticamente metade, <laughs> cinco pessoas que... Porque é difícil até para cooptar, as pessoas vão ter que colocar a cara para bater também. Então, a gente está praticamente dois meses que eu decidi sair da minha empresa para fazer a parte prática, botar a teoria em prática. Então, esse é o motivo da gente estar aqui. Estamos colhendo informações e estamos fazendo amizades. Essas amizades vão ser de suma importância para que daqui a algum tempo a gente volte aqui, talvez, não só eu, mas como outras pessoas do grupo, para dizer a experiência delas, né, falando como foram, como...

Né, então, eu acho que é isso. Eu estou feliz de estar aqui agora, estou feliz e acredito que isso é uma bênção de Deus.
Vou te perguntar uma coisa. A gente começou nossa conversa lá fora falando por que o Museu Visual da Homossexualidade. Você deu uma reflexão sobre o advento da massificação, os meios de comunicação. O que você pensa a respeito disso? Como que isso pode potencializar a ação de vocês? Como é que você encara essa questão? é
Olha, quando quando o ser humano estava na Idade Média, ele era mais autêntico. Porque a formação da sua própria individualidade vinha dos relações que elas tinham, né Hoje, nós, a nossa personalidade é formada por múltiplas informações que nos chegam a todo dia através de todos os recursos tecnológicos que também, historicamente, são um piscar de olhos. Então, hoje, eu sou o reflexo do que eu aprendo na novela, numa entrevista, num filme, numa canção. Então, a importância de você, ao falar, utilizar do meio de comunicação, dos recursos que que você consegue atingir, você está levando ideias para outras pessoas para que essas pessoas olhem e falem, poxa, absorva um pedaço de você e evolua. Isso é evolução. A evolução é uma informação que você passa adiante e você transforma ela em sua vida. Pode ser agora, imediatamente, como um flash iluminado ou pode ser daqui a dez anos. Isso depende de cada pessoa. Mas você está toda hora evoluindo. ouvindo outras pessoas dizendo para você e formando a sua própria personalidade. Então eu acho que é para isso que essas entidades e essas experiências de vida que a gente hoje contemporaneamente podemos fazer e obter fazem uma grande diferença.
E olhando para trás, você começando a dar formato a esse projeto social, né, e aquele desejo de fazer filantropia lá
É, olha, não dá Fazer filan filantropia, é, não dá para fazer nada na vida, infelizmente, se você, uma, não tiver amadurecimento, porque tudo vem na hora certa, e outra, orar é muito bacana, você pode orar e desejar um mundo melhor, você pode começar isso na sua família até, Porque a família é o primeiro palco para você poder melhorar a si próprio e alguém. Só que você precisa, é, ter condições intelectuais, ãh, de sobrevivência também para se dedicar a um projeto filantrópico, seja nas horas vagas ou seja em período integral. E o momento... É agora, porque eu não não estou mais dependendo imediatamente de um... De me dedicar somente à empresa a a para me dar a minha sobrevivência. Então, chegou o momento de poder é... colocar em prática. Através dos esforços profissionais, eu tenho hoje a liberdade de me dedicar tardiamente com quarenta e um anos. Mas eu convido a quem estiver assistindo, se tiver coragem, seja mais ãh ãh corajoso do que eu. Porque às vezes você pode se dar bem também. Se dar bem... Acabou.

Exatamente, eu acho que foi uma decisão

elaborada Ou seja, tem pessoas que podem ter mais coragem de se dedicar a isso, ou seja, conciliar. Eu nunca fui capaz de conciliar, por exemplo, em períodos noturnos para fazer essa essa ideia. Eu imaginava que para eu fazer essa ideia eu deveria estar livre para fazer plenamente... Porque acontece muito muito mais no horário comercial as coisas. Não é verdade? Então, acho que isso faz parte da minha personalidade de oito ou oitenta. Então, eu esperei até agora, eu acho que é o momento de amadurecimento dessa ideia. Mas talvez outras pessoas que tenham ideias bacanas de melhorar a vida dos outros, que podem dar exemplos, elas devem. Talvez arriscar, como eu não arrisquei antes, não é verdade? Mas, é... eu acredito que ao mesmo tempo, hoje eu me sinto muito mais apto. Exato, porque todas essas experiências desses anos todos vão dando a as respostas e a a maturidade suficiente para você realmente fazer a a coisa bem feita. Paralelamente à ongue, eu estou escrevendo um livro, que são esses contos. A ideia é mostrar os contos de como é que você vai perdendo os seus amigos, contos de horripilantes, como esse do juiz que expulsou, e também fazer um anexo ao livro de perguntas e respostas, de não para o homossexual, mas para o parente do homossexual. Para destruir os mitos. Perguntas das mais básicas possíveis. Todo homossexual é afeminado? Todo homossexual quer ser mulher? Porque isso impera na mente da... Tem um folclore desconhecido, eu diria, né. Exato.

Tem um caso clássico, assim, de um amigo meu que... O pai de família nunca traiu a mulher, mas sabia que era gay. E o dia que ele resolveu realmente vivenciar aquilo, falou para a mulher, para os filhos, falou, olha, eu preciso vivenciar a minha vida e vamos nos desquitar. Falou para o pai dele, que era um pastor evangélico. O pai chorou, tudo bem, aceitou, bacana. Só que à noite ele entrou no quarto dele e falou, filho, posso só te pedir um favor? isso não parece vestido de mulher? E o cara era super assim, jamais teve nenhuma necessidade de se vestir de mulher, nunca passou isso pela cabeça dele, né. Então, eu queria estar em fase de desenvolvimento desse livro que vai ter o mesmo nome do do da ongue, né. E o livro, obviamente, vai ser revertido não só para os projetos, Então é isso, é a fase mais ãh produtiva e espiritualizada que tem a ver com todos os anseios que talvez foram feitos antes de eu nascer.

Existem muitas ongues que estão já atuando, Mas a grande preocupação, o que que nos diferencia, é que muitos homossexuais têm medo de chegar na ongue e se defrontar com uma mescla de de tendências do mundo homossexual, né, como travestis, drag queens, outros, que são realidades do do mundo homossexual, que muitas vezes bloqueiam algumas pessoas, tá.

Uma das questões que a gente quer sempre frisar dentro dessa ideia que nós estamos desenvolvendo é que todos nós somos iguais. Seja o drag queen, o homossexual que tem uma tendência a a extroverter um lado um pouco mais feminino, Todos nós somos iguais, dignos de respeito, dignos de toda a cidadania. Só que isso é um processo, né? Que você vai, com o tempo, vai vai falando que é assim que funciona. Mas, à primeira instância, é é nós estamos canalizando esse grupo que se esconde.

Entendi

Ficou faltando a gente falar sobre alguma coisa? algum ponto que você acha que ficou para trás?
Poxa, eu acho que não. Eu gostei imensamente de de ter explanado todas essas ideias. A minha expectativa é fazer novos amigos que possam, a partir dessas ideias, agregar... auxílio, voluntariado, ãh... e acho que esse é o primeiro passo.

É uma satisfação de realmente ser tão bem acolhido e expor, né, como primeira primeira e experiência de uma entrevista. Espero ter transmitido de maneira fidedigna o que eu gostaria de desenvolver a partir de então.
Agora, a última pergunta

De ter olhado para o seu passado, toda a sua trajetória e chegar aqui e deixar ela registrada para o futuro, para as outras gerações,
Eu acho que isso é um marco, para mim, de um início, de um reinício, é... É o primeiro ato oficial de muitos outros que vão vir. Isso me dá muita felicidade, me dá fora as amizades que a gente vai começando a conquistar.

É uma história comum, como qualquer outra, que tem como ajudar outras pessoas a ter uma vida melhor. E ser feliz, ter uma vida melhor, é o que todo mundo espera, o que todo mundo gostaria de ter para o mundo. Gente vivendo bem, uma sociedade mais justa, É meu sonho, eu acho que é o sonho da maioria da população, independente de algumas maçãs podres que a gente que a gente sabe que existem. Mas é isso, eu estou feliz e agradecido.